Então, eu queria que a senhora dissesse seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

Governador Valadares Era para me falar primeiro.

seu nome...

E o que que eles faziam? Os seus pais, eh eh
Como é que é? Trabalhar na roça, é... aham. É o que que é mesmo? eh... lavrador... Lavradores, né? Então, era isso que faziam eles, né? Os dois trabalhavam com... Isso, é. Entendi. i-i-i
E a sua infância, assim, como como.... como... os seus pais eram... como...
Os meus pais eram muito... rígidos, né, uhum, sei, rigorosos, né sobre o comportamento dos filhos, sei Tiveram quatorze filhos, morreram cinco e ficaram nove, né, uhum... e... E eu mesma era muito danadinha <laughs> quando era pequena <laughs> E eu apanhava, apanhava bastante. Teve um tempo que eles queriam queriam que eu ficasse com alguém, porque eram muitos filhos, né? A gente não tinha condições de cuidar de todos. Eu ficava, às vezes, um tempo com a família, outro tempo com o outro, apanhava <laughs> também das famílias onde eu ficava, entendeu? Aham... Então, tive uma infância um pouco dolorosa, uhum.
A senhora é a a mais velha dos irmãos? Não.
eu sou do meio.
Certo, entendi. Eh
Minha irmã mais velha é outra.
E e esse monte de criança assim, como que era essa relação com seus irmãos, as brincadeiras?
Então, eu tinha os meus irmãos, o homem, né? Às vezes, a gente brincava juntos. E, quando eu era mais pequena, né? Tinha mais ou menos quatro, cinco anos. Depois, quando eu completei mais ou menos seis anos, é que eu fui ficar nas casas das pessoas. Um ano eu ficava com alguém, outro ano eu ficava com outras, entendeu? E... E os meus irmãos eram também muito levados, <laughs> né? Mas eu era mais.

A gente lá na roça não entende muitas coisas. E aí ela ficou mais ou menos seis meses numa cama, sem comer, sem beber e sem nada. Ficou completamente só a pele e o osso. Depois ela se recuperou de novo com alguns eh medicamentos de ervas, né? Uhum...ãh... E agora ela ainda vive. Ela é mais velha do que eu, também, um ano. Ela ainda vive, mas tem um problemazinho, uma sequelazinha na mente dela que ela não não funciona assim como nós, né? Ela tem um pouco de, tipo, como é que chama aquela doença que as pessoas ficam meio neurótica? Esqueci como é que fala. Então, ela tem esse tipo de problema, mas ainda vive, aham. E eu gostava de brincar com ela quando ela era mais pequenininha, de colocar ela numa porta e falar assim, olha os boi que vem vindo lá para poder empurrar ela. E ela caía e eu dava risada. Eu lembro, você vê como a gente vai lembrar das coisas, né?
Vocês eram bem pequenas, quantos anos, assim?
Acho que ela tinha uns cinco, cinco ah, cinco aninhos e eu acho que eu tinha uns quatro, porque eu era mais nova do que ela um ano, né? E, então, a gente tinha esse tipo de brincadeira, né? E eu sempre era, assim, pessoas que gostava de ficar limpando casa, arrumando, e meu pai não gostava, trazia as coisas dele e jogava pros cantos da casa, esse negócio de ferramentas, essas coisas tudo. Eu apanhava mais por causa disso, porque eu queria pôr a casa em ordem, inclusive hoje vivo numa situação insuportável. E... eles não davam aquela força para mim, uhum. E daí, quando... eu fui crescendo, eu pensava assim, eu quero ir embora daqui, ir embora para São Paulo. Eu pensava que São Paulo para mim era um outro país.
Mas vamos só só voltar um pouquinho. Daqui a pouco a gente chega nesses sons e tudo mais disso aí. Queria que a senhora descrevesse um um pouquinho mais, assim, do do dos seus pais mesmo, assim. Como que era a sua relação com a sua mãe e o cotidiano da relação da família ali?

Então ãh, é como eu te falei, a gente tinha as condições muito insuportáveis da da vida financeira, né? e, E... a gente, como é que se diz, vivia assim como pessoas na roça, que não tem aquela aquele cuidado com os filhos, de escola, enfim. Eu cheguei a estudar a mais lugares longe e a gente não conseguia, né, se organizar por causa que era muito filhos e não tinha como eh cuidar melhor por causa das condições financeiras que não era adequada, entendeu? uhum. E então, a gente depois chegou um tempo que meu pai também, ele não tinha, tinha a mente um pouco não era muito boa, tinha um problema na mente. Teve que separar de meus, do meu pai e a minha mãe, viemos para a cidade de Governador Valadares. Nessa época, eu tinha, eu ia completar dezessete anos, uhum.
Aí já é um pouco mais para frente, né? é.
Uhum, aí eu eu... a gente veio para a cidade, entendeu? E meu pai ficou lá, depois, com o tempo, ele faleceu. E a gente, como é que se diz? Levamos a vida nesse nessas <laughs> condições que, na cidade, que a gente teve o tempo da gente mais, entendeu? De governador do Valadares. Mas lá na roça mesmo, a gente tinha uma vida ãh... Não era muito <laughs> boa, não lembro direito como que era. Eu lembro, sim, que a minha mãe, ela, eles criavam... era...era... cabritos e porcos, uhum. A gente tinha essa criação de cabritos e porcos. Quando... E...tinha ca eh ... a gente colhia café, entendeu? Uhum. A vez tinha os plantios eh de de algumas algumas alguns mantimentos, arroz, feijão, que a gente tinha eh os lugares de de colheita de arroz, que era um lugar brejo, né, um lugar úmido. E daí, quando chegou um tempo que a gente não conseguia colher mais nada, entendeu? Porque a terra foi ficando, não sei se foi fraca, não sei o que estava acontecendo, não colhia. Os porcos e os e os e os cabritos a gente continuava tendo. Chegou um tempo que uma pessoa pegou e falou para minha mãe que queria que a minha mãe fornecesse leite para para essa pessoa, né? para as crianças dela, minha mãe falou assim, mas se eu ficar tirando do leite das crianças, a gente, né, estamos sobrevivendo com isso, uhum. Aí ela, essa pessoa falou assim, ah, você não vai conseguir ter mais nada então, acabou com as, jogou porcaria lá em cima das criação do... da gente e acabou com tudo. Isso foi morrendo os nossos nossos nossos cabritos, os porcos também não teve mais condições de de ter nada de prosperidade. Foi nessa época que a gente conseguiu vir para a cidade, né
E e esse lugar onde vocês moravam eh era um sítio de vocês?
Era era era era sim, era uma fazendinha que a gente tinha. Enten

E como que era a casa onde vocês moravam? Era uma casa bem grande... Se você estivesse de frente para ela, como você descreveria a casa?
casa de roça, sabe,e eu escreveria mais ou menos. É assim Era uma casa bem grande. de sualho, sualho de tábua. E...só tinha a cozinha grande, uma sala de jantar também grande, e mais a sala de entrada. E dois eh dois quartos na sala, dois quartos na sala de na sala de jantar. E a cozinha grande, mas o resto era tipo quintal, que a gente fala terreiro, né? Porque, lá na nas roças, a gente fala que o quintal é o terreiro, né, onde é terra mesmo. E tinha uma entrada grande também de um portão, de uma uma. que é onde chegava para a nossa casa, era bem grande. E no mais em volta era, como eu estou te falando, cafezal, uhum, eh tinha mais para o fundo do cafezal, era o lugar de plantio de arroz , uhum Depois tinha uma mata, né, bem grande, que depois teve uma época que teve umas umas pessoas, esqueço se fala, garimpo, e foram para achar ouro, disse que achou ouro na nossa terra, mas roubou. roubaram lá. Depois, quando meu pai deixou eles entrarem para olhar, eles roubaram ah ah ah os negócios de pedra lá que a gente tinha. Depois, mais outro tempo, vieram mais outros garim garimpeiros que falam, e chegaram lá, falaram que tinha faísca de pedras, né? Que alguém tinha... Que a gente podia estar milionário, mas pegaram todas as pedras que a gente tinha lá. Com isso, meu pai foi ficando com a mente mais ruim, a gente foi ficando mais <laughs> pobre ainda, e foi que aconteceu essa tragédia durante todo o tempo de vida da gente criança nessa... nesse local, entendeu? uhum. Aí, com o tempo que eu estou te falando, que meu pai foi ficando com a cabeça mais ruim, ele falava que ia matar todo mundo, a gente não tinha condições de colocar, assim, para um internamento, né? E acabamos, deixamos ele, ele arrumou outra pessoa, outra mulher ,uhum, ficou lá com essa pessoa e a gente veio para cidade, porque ele estava prometendo que ia matar todo mundo <laughs> e enterrar tudo lá na terra.
Mas, um pouco antes de vocês mudarem ainda para para Governador Valadares, ainda na casa onde vocês moravam, vocês tinham o costume de contar histórias? Ah, tá. Era o meu pai
O meu pai sentava às vezes com a gente, quando no começo ele estava com a mente melhor, e cantava com a gente, entendeu? Tocava violão e cantava. Inclusive, ele tinha uma música de falar assim eh eh, deixa eu ver, Ele cantava sempre que eu guardei na cabeça. Chove, chuva, que eu quero pagar meu dia para me deixar dessa lida antes que a lida me deixa <laughs> E cantava mais outras mudinhas bobeiras com a gente. A gente ficava se divertindo com ele. Depois, como eu estou te falando, ele foi ficando com a mente mais eh...danificada, porque a gente acabou. Minha mãe teve que fazer isso com a gente para E deixamos ele lá. Depois, com o tempo, venderam lá. Depois que a gente estava ficando na cidade, que ele morreu, aí venderam o local. Então, nunca mais eu presenciei de voltar nessa área de novo, né?
E, assim eh, antes de mudar para a cidade, você já estudava? Ou ou foi quando você se mudou? Como é que era esse começo da escola?
A gente estudava, sim. Tinha uma escola lá perto. Tinha uma escola lá perto, não sei se era em Goiabal que era, que tem uma cidadezinha, uhum, também, a cidadezinha de Coroaci, pertinho de Goiabal. Só que eu nasci em Coroaci e depois a gente estudava nessa cidade de Goiabau, entendeu? pequenininha, mas na época lá, agora deve que está tudo diferente, que nunca mais eu voltei, uhum.

Fiquei esse tempo que estou te falando, que eu cheguei para o Governador Valadares, eu ia completar deze
Entendi, e e em Go E em Goiabal, que foi a primeira escola onde a senhora estudou, qual qual vocês têm lembranças?
Eu não lembro, escola... amigos...não lembro muito mais não. Não lembro muito não. Algum professor? Também não lembro. <laughs> Depois eu vim fazer mais alguns cursos e na escola foi aqui mesmo em São Paulo, entendeu? Tá , tudo bem. Que eu estive estudando eh eh... Deixa eu ver... Eu estudei naquela naquela naquela igreja aí, na Santa Efigênia. Não tem uma igreja católica? uhum. Sim, sim. Que eu não lembro nem a data que foi. Acho que foi
Mas isso é mais para frente, né? aham. Vamos continuar, <laughs> mais ou menos, na linha. E a senhora, só mais uma última pergunta sobre essa escola. A senhora lembra como a senhora ia para escola? Era muito longe do do onde vocês moravam?
Era um pouquinho longe. Só que eu não lembro mais ou menos distância, nem lembro direito, porque eu tava pequena ainda. Eu lembro de algumas coisas, né? e... E eu ia, mas mais os meus três irmãos mais eh, dos mais velhos, né, do que eu. E essa escola, eu não lembro nem direito aonde que fica mais, uhum. Tem coisa que a gente consegue recordar um pouco, mas tem coisa que não lembra. Mas só sei que a gente ia para essa escola, não lembro nem quanto tempo eu fiquei, não lembro do diploma que eu peguei, nem sei mais, porque tudo... E aí, então, vocês se mudaram para... para Governador Valadares, né?
E como foi essa mudança?

Um lugar que não tinha nem água, nem luz. Ela ficou num cômodo, mais ou menos, um cômodo pequeno de de madeira e... Mas, como era com os outros irmãos todos, eu acabei ficando com uma pessoa, na casa de uma pessoa, para trabalhar. E ela ficou ali, mas os meus outros eh eh, acho que minha irmã estava também em uma casa, mas os outros sete irmãos, sete não, seis, e eu fiquei fora. Ficou eu, mais uma outra irmã minha com a pessoa, e... a minha outra irmã também foi para o Rio de Janeiro, e ela ficou ali com mais os seis filhos, né? Eu, inclusive, fui trabalhar na casa de uma pessoa nessa cidade, sem conhecer nada. Quando eu fiquei uma semana com essa pessoa lá, com essa família, eles me colocaram para fora de casa de noite. Fui ficar numa favela, não sei onde que era, que alguém me colheu. Por maldade, porque eu não sei por que fez isso comigo.
Mas como é que foi? A senhora chegou nessa cidade?
É, porque alguém arrumou para mim, uma prima minha arrumou para mim ficar com essa família, né? Porque minha mãe não dava para ficar dentro de casa com com mais os eh sei, nove filhos. Então, saiu eu, saiu a minha outra irmã para o Rio de Janeiro. E a outra foi trabalhar com a outra família, e eu fui trabalhar com essa família, uhum, que uma prima minha que já morava nessa cidade arrumou para gente. E a minha mãe ficou com seis filhos em casa. Falei assim, nós vamos trabalhar, ajudar ela a resolver o problema dos outros filhos, dos outros irmãos, né? Uhum. Então, o que aconteceu? que eu fui das mais danadas <laughs> que eles, não sei lá o porquê, me fizeram isso. Não sei se é porque eu não estava fazendo as coisas direito. Era muito menina, né? E vindo da roça de pouco. Aí, não sei o que aconteceu, que ela, a pessoa nem comunicou nada com a minha prima, nem com a minha mãe. Me colocou eu fora de casa, né? Falou assim, você não dorme aqui hoje. Não sei saber o que eu fiz. Eu não lembro se eu fiz alguma coisa... grave.

Com isso, depois eu.... fiquei nessa eh, fiquei fora, coloque fui procurar onde eu tinha que dormir, porque eu era menor e não sabia como me virar, mas alguém me colheram nessa casa. Quando foi de manhã, eu falei assim, eu sei, eu consegui chegar nesse morro, né. Eu fui pela beira da de uma linha que de uma linha de trem de ferro e consegui chegar eh nesse local onde a minha mãe morou. E ela.... ficou tão triste por aquilo ter acontecido, né? Aí, de repente, eu consegui, com a outra família, essa outra família, eu consegui ficar mais tempo e ajudava a trabalhar, entendeu? Fazer as coisas, aham, lá e levava o dinheiro para ela, comprava as coisas para ela se manter. E daí, com isso, depois a gente foi se separando, né? O meu irmão lá continuava trabalhando, mesmo menor, e com trabalhos de pedreiro, ajudando as pessoas. Agora, aham, estão todos casados, estão, né, tudo na sua vida.
Então, nessa época, a senhora morava, não morava mais com a sua mãe, então morava, não.
É, eu ficava na nas casas de família, né, em casa de pessoas.
E como que era esse trabalho, assim? como como Eu trabalhava como doméstica. No começo de trabalhar, assim.
Então, eu trabalhava como doméstica, ajudando a limpar a casa, né? Eu ainda estava boba na área de roça, né? Ajudava a limpar a casa. E daí são famílias de pessoas. Essa família que eu fiquei com eles, depois eu fui para o Rio, do Rio eu vim para cá, eles, é... Eu trabalhava como doméstica com eles, né? Uhum. E família evangélica foi, me ajudou e eu... como se diz, tentar minimizar um pouco a minha vida. Uhum... e... E aí a gente, como eu estou te falando, eu fiquei com eles até dezessete anos e <hesitation> Depois eu fui para o Rio. E do Rio, que eu vim para São Paulo, nós nos separamos. Aí eu não sei mais contar as histórias da vida deles lá, porque, uhum, eu fui a única que separei também de infinitivo deles e vim morar aqui.
E quando a senhora morava lá em Governador Valadares, a senhora ainda estudava ou já tinha, como é que foi esse...
Eu lá em Valadares, eu não lembro se eu estudei lá, eu não estudava não. Uhum, lá em Governador Valadares eu fiquei pouco tempo, trabalhava, é, eu fiquei só trabalhando. Entendi. Trabalhei também em um frigorífico de frango lá, antes de eu ir para essa casa de família, né. Trabalhei em um frigorífico de frango, abatedor, que eles falam, e Também foi tudo coisa de pouco tempo. para ajudar a minha mãe. Depois minha mãe ficou muito doente também. A minha irmã do Rio veio para lá para ajudar a resolver os problemas. Lá moram ainda porque compraram eh... terrenos, compraconstruíram as casinhas deles. Moram tudo um perto do outro. Só tem o outro meu irmão que está nos Estados Unidos. E eles ainda moram lá, como eu estou te falando, levando a vida deles, mas eu mesma não estudei lá, não. Vim fazer alguns estudos e fui aqui em São Paulo depois Eu trabalhava, estudava e não e não conseguia fazer o meu o meu os meus cursos completos porque a minha cabeça começou a ficar...
E nessa época que vocês estavam lá, embora você não morasse mais com a sua mãe e com os seus irmãos, hum, o seu pai também já não morava mais com com
Com a minha mãe, não, porque ele tinha ficado na na roça, né? Entendi. Ele não chegou aí com vocês? Não, não. Ficou lá mesmo. Ele chegou, vinha em Valadares, mas ah mas ele... não gostava da cidade. Ele falava que ali não era o lugar dele, que foi acostumado lá. lá na no o mato, <laughs> que ele tinha que ser o bichinho do mato, né? uhum. E, inclusive, voltou para lá e dali, mais ou menos, que foi em oitenta e... em setenta e oito, parece, foi o falecimento dele. Entendi. E daí a gente não voltou mais para lá, não, né? Então, uhum, meus irmãos continuam em Valadares.
E quando a senhora trabalhava nessas casas de família, no seu tempo livre, o que que a senhora gostava de fazer? Tinha algum lugar que a senhora gostava
Não, a gente só ia à igreja, porque, normalmente, eu ia só à igreja, entendeu? Não tinha, assim, lazer nenhum, não curtia lazer nenhum. E eu E eu trabalhava, ia à igreja e pronto, a gente não tinha, <laughs> assim, como se divertir, não tinha. Lá nessa cidade, agora, que está mais ah evoluída, então, que tem alguns lazeres, mas, na época, a cidade era mais... mas sem sem nada, entendeu? sem Sem lazeres, sem divertimentos. Então, não cheguei a conhecer nada de lazeres assim, uhum, para te contar que eu me diverti e tal, não. Depois que eu saí de lá, que eu fui para o Rio, que eu conheci alguns lugares, como Montanha-Russa, lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo mesmo. Eu também não entendo divertimento nenhum, porque Nem dá, nem gosto mais de nada <laughs> desse tipo de coisa.
Mas nessa época, ainda em Governana Governador Valadares, a senhora, nessa igreja, tinha um grupo de amigos? é...

as pessoas pessoas da igreja, os jovens, que a gente frequentava junto. que a gente aprender, como é que se diz? Respeitar um outro, né, respeitar a si própria. Então eh... só o divertimento que a gente tinha era esse. Somente de igreja em casa, de casa a igreja, uhum. Então, a gente tinha lazer, não <laughs> e
E, nessa época, a senhora já teve seu primeiro namoro... ou ainda não? Ah,
Ah, tá.
Não, não namorava, não <laughs> Não queria alguma coisa pessoal?
Não, não. Não tinha. Minha mãe e os meus meus pais, né, quando a gente era pequena, sempre conversavam ãh com a gente a respeito de dessas coisas, né, da gente, como é que se dz? eh... Eles explicavam a gente o seguinte, que o moral da gente, a gente não podia nunca deixar ele se cair para o chão, né? Porque dizem que o homem, tudo bem, mas a mulher, não. Minha mãe sempre explicava isso para gente. O homem caiu lá, se levantou e se limpou mesmo, mas a mulher, na moral dela, fica no chão, <laughs> né? Então, ela explicava essas coisas para gente e a gente não tinha o maior medo de de mexer com o negócio de namoro e de divertimento, assim, de coisas que... que ela explicava que a gente não deveria. Então, eu não tive, quando fui menina, uhum, nunca fui, de assim, leviana, não, nessa parte, não, uhum. E,
E aí, a senhora, então, nessa época que a senhora começou a querer sair de governador Valadares, como surgiu essa vontade?
Então, como eu estava te falando que a minha irmã estava no Rio nessa época, né, foi para o Rio, e daí ela me levou para lá, para o Rio de Janeiro, E, lá no Rio, eu fiquei um ano. E, lá no Rio, as pessoas, eu estava já, como eu te falei, que eu ia completar meus dezessete, meus dezenove, deixa eu ver, deixa eu lembrar um pouquinho, que eu cheguei no Rio de Janeiro com dezessete E aí, quando eu saía para a igreja, tinha rapazes que me perseguiam, que iam atrás de mim. E um dia parece que algum deles fize, algum rapaz fez alguma coisa comigo que eu tentava sair de perto dele e não conseguia. E aí o que que a minha irmã fez? A minha irmã Eu tinha saído da igreja, eu estava a caminho de casa, eu não sei o que com a pessoa, um rapaz me cercava para todo lado, eu tentava de sair e não conseguia, eu lembro disso direitinho como fosse hoje. E a minha irmã ficou preocupada que eu não conseguia chegar em casa. É que a gente morava numa numa loja de buffet, né? Já tinha a residência lá e a gente trabalhava fazendo, assim, doces e salgado. E daí, quando a minha irmã ficou preocupada que eu não chegava, ela saiu à procura de mim. Daí ela encontrou o rapaz lá tentando me cercar, ela achou que eu estava namorando com o cara. Nossa, eu não gosto nem de lembrar dessa situação que a minha irmã me fez. A minha irmã me falou muita coisa, me humilhou muito, disse que eu estava namorando o rapaz, mas eu lembro que eu estava tentando sair de perto do rapaz e não consegui, eu ainda estava boba da da roça, que vinha para a cidade, a cidade de Governador Valadares de lá. Eu fui para o Rio. besta sem saber como sair eh das de situações. E aí, Quando esse essa a pessoa me cercou neste caminho, minha irmã pensou que eu estivesse com leviandade de namorar o rapaz. aí conseguiu me puxar, me levar embora, tentando explicar para ele, mas eu não sei, o rapaz me cercava, eu não tinha condições de sair dele, eu não eu não, queria sair fora e ele me cercava querendo conversar comigo, eu tentando sair, e foi coisa de poucos minutos. E ela falou assim, me arrastou embora e foi me humilhando tanto. Ela é mais velha do que eu, né? E aí, desse tempo desse tempo para cá que me aconteceu isso, eu não consegui mais ficar em paz nesse lugar, porque minha irmã sempre ficou no meu pé, pensando que eu fosse, que eu estava namorando pessoas que não deveria, né? E, com isso, como eu estou te falando, larguei lá esse local, fiquei, expliquei para a pessoa da igreja, e eu falei assim, eu queria ir embora para São Paulo, porque a minha irmã está me humilhando muito lá nesse lugar onde eu estou, e ela também não vai me deixar eu ir embora, eu vou ter que sair escondido. Foi o que eu fiz. Aí fiquei lá com essa pessoa da igreja, e ela falou assim, está bom, eu vou conseguir te te organizar você, te conduzir para uma família lá em São Paulo, uhum, que você vai conseguir ficar bem lá, se você tem vontade de ir embora.
E no Rio, onde que era esse lugar que vocês moravam? Que bairro?

E a igreja ficava pertinho de Botafogo também lá na É Maracanã que fala? Isso.

De jogadores? do estádio, uhum.

E moravam só vocês duas, nesse na
Nesse local, é, desse desse desse Coquetel de... É é uma loja de Coquetéis de salgados e doces. Uhum. E, às vezes, eu trabalhava até as tantas da noite fazendo doces, né? e E empanando salgado, que tinha muito pedido, assim, para... É para coquetéis que fala mesmo fora, né? De casamento, de... É bi bu buffet que fala, isso. Então, existiam muitos pedidos e, às vezes, a gente trabalhava até as tantas da noite. Não me pagaram nem dinheiro nenhum. Saí, foi a igreja que me ajudou e eu vim para para cá, para São Paulo, porque dinheiro nenhum me pagaram nessa... um ano que eu fiquei lá nesse local. Acho que a minha irmã deve ter recebido para ela, eu nem sei. E aí, eu fui contente. Isolei o Rio <laughs> Voltei depois de alguns anos lá, mas minha eh vida todo o tempo foi aqui, né, que já está completando quarenta anos
Entendi. E aí E aí a senhora, então, com a ajuda desses seus amigos da igreja... Da igreja, é, me ajudou. Conseguiu.

Não sei se você já viu falar.
E a senhora lembra do dia que a senhora chegou em São Paulo?

Como se diz, eu eu achei ãh... que São Paulo fosse mesmo um país diferente para mim, né? Fosse um outro país, né? E fui morar na Paz de Barros, numa casa com essa família. Depois eles mudaram para a mesma avenida, mas para um apartamento, onde eu fiquei dois anos.
Entendi. Essa essa família onde, na casa eh de quem você foi morar, eram amigos do pessoal lá do...
Do Rio, é. Porque eles tinha eles tinham uma empresa, não sei se ainda tem, mas acho que não tem mais, uma empresa no Rio de Janeiro, né? E essa família da igreja participava dessa empresa que eles tinham lá no Rio. Eles tinham empresa lá no Rio e tinha aqui em São Paulo também. Agora parece que um bocado já já se acabou. Então, eles eh então então eles tinham participação todas as vezes no Rio, porque eles tinham essa empresa lá, e com, e eu vim com com alguém deles de lá para, não, eles Não foi que eu vim com alguém deles, eles ãh chegaram lá no Rio, essa pessoa lá da igreja apresentou eu para para essa família, e aí eles falaram que eu ia mandar o dinheiro e que eu viesse de táxi de lá eh eh do Rio, vim para aqui, para chegar aqui em São Paulo, um táxi me conduzia até a casa deles. Eu não vim com ninguém, mas foi com a autorização deles de lá, né? E aí, como eu estou te falando, eles tinham essas duas empresas, nesses dois locais, no Rio e aqui em São Paulo, e foi que eu fiquei. Era empresa de... Era uma gráfica, ah... duas gráficas que tinha lá no Rio e aqui. Aqui tinha duas. Entendi. porque eles faziam papéis, né, inclusive bíblias também, os hinários da igreja, eles fabricavam tudo nessa nessa gráfica, uhum. Eles tinham a gráfica no ali na na no Braz, parece que acabou, e outra na Serra Negra, e outra no Rio, uhum. Gráfica de papéis, né, fazer caderno, um monte de coisa.

Na casa deles, é. Como era a relação, assim, com essa família?
Quantas pessoas eram? Era um casal, era o casal e mais dois filhos, uhum.
Crianças ainda? Não...
Não, dois moços, um casa, uma moça e um moço, uhum. Aí esses moços depois se casaram. Aí fiquei com eles, dois só, e daí de repente eu quis ter eh... acho que eu te falei que eu queria ter a minha dependência e comecei a trabalhar em firmas e fui alugar casa e morar em casa. Mas depois da casa deles eu morei em mais uma outra casa também, de outros irmãos também da igreja.

É, na Avenida Paz de Barros. Como Como que foi esse primeiro contato com a Moca ali, com com o bairro diferente? A

Então, aí eu fiquei ãh... Agora está mais evoluído, né? Mas antigamente era mais... Era melhorzinho lá. Então, eu... Como eu te falei, eu trabalhava trabalhava, mas só de casa na igreja e de igreja em casa. E eu congregava na igreja lá da da Vila Prudente. E eu até esqueci de onde eu passei lá, mas está tudo diferente. E só isso que eu fazia. Às vezes, eu congregava em outras igrejas direto, mas sempre morando nessa casa. Eu ia em outras igrejas, em bairros fora, mas uma moça que trabalhava junto comigo na casa deles, né? uhum. Mas a gente não tinha. Eu cheguei Quando eu cheguei na casa deles, achei superdiferente. Era uma casa enorme, sobrada, bem grandão, né? E aí eu tomava conta da cozinha e essa outra menina tomava conta da de de limpar a casa, né? De arrumadeira. E foi o que eu te falei. Fiquei dois anos nessa casa e não tinha lazer nenhum, não. Eu achei diferente os negócios, casas muito grandes. Primeiro, assim, casas aqui em São Paulo que realmente eu entrei, né? E eu não tenho outros assuntos <laughs> a contar a respeito, não. Na moca, não. Na moca, não. Só tinha esse contato que eu estou te falando de congregar e estar em casa, e de casa na igreja só.
Não tinha... E como que eram essas atividades na igreja que a senhora fazia? Como que funcionava? A igreja funciona e continua funcionando normal, porque é somente... Que tipo de atividades a senhora faz, fazia, ou na época principalmente?
sim, você fala na igreja? isso...

Eu não tenho assim... cargo nenhum na igreja. A gente... participa comum, uhum, eh de ter os cultos normais. E... como continua até hoje, continua o mesmo o mesmo sistema, que não muda <laughs>
Mas tem alguma atividade, eh... por exemplo, de oficinas, de bazar

A congregação não tem esse tipo de coisa, não.

É só reuniões.
Só as reuniões, né? Tem as reuniões de jovens. de crianças, né, uhum, de jovens menores, e as reuniões de jovens mensais, né, de só dos jovens, especial, uhum, e Mas a atividade da gente lá é normal. Quem tem os os ãh... eh... tipo assim, os ministérios, da obra piedade, de limpar a igreja eh, de viajar em missão, São outros, eu não participo nada dessa parte ainda não, porque é preciso de ter aquele dom para participar dessa parte e eu não tenho. Eu sou, como é que se diz, é simplesmente o que eu frequento a igreja somente nas reuniões normal, né? Então, não tem aquele, como você está falando, que tem igreja que tem bazar de ter, assim, começa, aí a congregação não participa desse tipo de coisa não.
Então, a senhora, depois de sair dessa casa da Moca, a senhora foi para onde?
Então, eu fui ficar na outra casa de um casal também ê mas fiquei pouco tempo, daí eu saí para mim conseguir alugar a casa, morar sozinha i-i tentar, assim, de trabalhar em firmas para mim tentar o meu objetivo. E estou nesse <laughs> tentando até o dia de hoje, eh nas correrias da vida e E como é que se diz? Decepção <laughs> Foi a atividade que eu quis, de sair de casa de família, não voltar mais e tentar ãh ter a minha... O que eu te falei? O meu... Ai, fugiu da cabeça.
Independência?
Minha independência, é. Tentar a minha independência. Como até hoje eu tento <laughs> continuar tendo a minha independência, mas, tipo, dentro, né, dos regulamentos.
Mas aí, quando a senhora então começou a pensar em em morar sozinha, onde a senhora foi morar, procurou? Como a senhora começou a procurar e onde... é...
Eu consegui, né, um aluguel, uma casinha de aluguel, aí dele eu lembro pouco, pa Com isso, já morei em vários lugares. Depois de Sapopemba, já morei no eh em Pinheiros eh, em São Mateus ãh... Na Vila Prudente também morei uma vez, né, numa casinha de aluguel e... ai Tem outro lugar também.
Mas essa primeira casa que a senhora foi morar so, aí era sozinha mesmo?
É, eu estava sozinha. Depois eu consegui uma moça que queria eh também a independência dela, ficou um tempo me ajudando a pagar o aluguel, uhum. Ah, é. Daí veio um irmão meu, né? e veio morar comigo e eu estava em São Mateus. Ficou mais ou menos uns três anos comigo, depois ele voltou embora para Valadares e eu continuei ficando só, uhum.
E como foi essa mudança de... a senhora que sempre morou primeiro com a sua família, com muita gente, muitos irmãos, depois em casas de outras famílias, mas como foi essa mudança de morar sozinha, assim? Como que era?
Acho que foi, tipo, eu eu eu pensava isso quando era pequena, quando eu tivesse, assim eh, minha... eh que eu passasse adulto, né? Aí eu queria ter, como se diz, a minha dependência para ninguém não ficar mandando em mim <laughs> <laughs> Eu escutei falando que diz que a a Dilma Rou, a Dilma, né, Rousseff, uhum, que ela é... mandona <laughs> Eu não gostava <laughs> que ninguém ficasse mandando em mim e não gosto de mandar em ninguém. Então, eu queria ter minha dependência assim, de ter a minha vida, entendeu? e... Então, tentei de me acostumar assim e até hoje eu consigo eh achar que eu tenho que continuar a minha vida assim porque acho que é o meu gênero, né? Embora isso que a gente Vivo a trancos e barrancos, mas, como se diz, para não atrapalhar a vida de ninguém, a gente quer atrapalhar só a vida da gente mesma <laughs> E viver sozinha eu acho que é melhor para mim. Por isso que eu não... que eu quis, assim, eu que quis assim, né.
E aí, nessa época... Ui

Está certo. A gente vai só trocar Conseguir as coisas... Pode?

Então, nessa época, a senhora foi morar sozinha, uhum, em Sapopemba, né? Foi em Sapopemba, a senhora. A senhora tinha saído dessa casa de família onde a senhora trabalhava e foi trabalhar aonde?
Quando fui morar sozinha, né, comecei a procurar emprego nas confecções de roupas e aí Consegui entrar eh em em firmas, firmas pequenas, no Bom Retiro, ãh... Depois, trabalhei também no Brás.
E do do que era essa?
É confecção de roupas. Eu comecei a entrar como arrematadeira de roupas, né, fazer acabamentos de roupas, de malha. Depois entrei com, depois tinha algum lugar que eu treinava assim de passar, em máquinas a vapor, em ferros. Ferro a vapor também, ferros pesados. e comecei a trabalhar nesse ramo, uhum. Aí fiquei um bom tempo, acho que mais ou menos uns dez anos trabalhando assim, mas só que eu não parava em uma firma só, porque os outros falavam assim, ah, tem uma promoção de lugar que está pagando melhor e ãh que tem mais qualidades de... trabalho com as pessoas, eu sempre fiquei com o mal que eu fui fazer de ficar pulando de empresa em empresa, de firma Chegou um tempo que eu comecei a ficar cansada. Depois fui morar em Santo Amaro, fiquei Comecei a ficar cansada com aquela com a rotina de trabalho, de sair cedo de casa e chegar tarde. Depois comecei a estudar. Como eu estou te falando, trabalhava e estudava ãh... Depois eu achei que eu parava de estudar e vinha ãh trabalhar em dois empregos. Trabalhava de dia em um, na noite em outro. Você está entendendo? Foi ficando Tipo, a rotina minha foi assim todo o tempo, mudando sempre de endereço, de local... Uhum... E foi isso que eu te falei, uma história um pouquinho ruim, porque foi assim, né? Que eu... Sei lá, parece que alguém me orientava, mas eu não conseguia, acho que, pegar a orientação das pessoas. Eu tinha que achar de ir pela minha <laughs> cabeça. Começava de em empre eh... casas de aluguel, às vezes aumentava o preço, eu tinha que sair porque não dava para ficar pagando e... Em empresa, como eu estou te falando, lugar que às vezes me pagava um pouco melhor, eu mudava e...

Comecei a fazer isso daí durante dez anos, eu fiz. Depois eu fiquei cansada com essa rotina de sair cedo de casa e chegar tarde com essas conduções eh... caóticas que tem, que continua pior, né? Em vez de melhorar, piora. Eu fiquei cansada, estressada. Falei assim, eu vou mudar de ramo e comecei a trabalhar em eh... em limpeza. Uhum, mas...aí trabalhei no hosp
Mas, um pouco antes, como é que foi essa volta à escola? Você falou que trabalhava e estudava. É. Como como que foi esse retorno, assim?
Então, eu trabalhava de dia, né, e pegava os horários da noite de estudar, uhum. Isso deixa a gente cansada, sim, porque eu trabalhava em pé o dia todo com eh máquina a vapor. Uma vez que eu estava na máquina a vapor, outra vez eu tava no ferro. Comecei a dar problema no meu braço, depois eu começava a estudar, né?

Foi que eu parei depois de estudo e parei de trabalhar durante o dia e fui trabalhar no outro ramo de... à noite de Assim, tipo, de limpeza que eu fazia meu período, uhum. E o trabalho que eu tinha durante o dia era o período integral, né?
Mas a escola onde a senhora estudava, a senhora lembra onde é?
Então, eu lembro que eu estudei nessa escola ãh, na lá na Santa Tereza, ãh...na... Como é que chama a rua que eu te falei? Aí da... aí... Santa Efigênia... Qual outras escolas que eu estudei? Agora eu estou meio confusa de outras escolas que eu entrei. Não estou conseguindo lembrar... Tranquilo. Você entendeu? Mas eu sei que eu cheguei a estudar em em outras escolas, uhum. Mas não estou conseguindo lembrar nem qual outro lugar. Aqui dentro de São Paulo mesmo, uhum. E E é isso que eu te falei. Depois fui abandonando as escolas, tudo... e... E continuei só trabalhando. E mudei o ramo de trabalho e não consegui mais estudar na noite, não. De fazer período, de meio período, em limpeza.
E aí, nessa época, a senhora morava onde? Já tinha mudado mais uma vez?
E já tinha mudado. Eu estava morando em Santo Amaro Foi em Santo Amaro estava morando, é
E como que eram essas relações de de vizinhança, assim? Nesses vários lugares onde a senhora morou, tem alguma lembrança forte?
Essa lá de Santo Amaro eu lembro direiti Bom, eu tive, quando eu morei em São Mateus eh, assim, eu tinha, assim, a dona da casa, que morava no mesmo quintal, eu não... a relação que a gente tinha, muito pouca, eu trabalhava muito, chegava em casa na noite, saía de manhã, no final de semana, eu... Tinha que descansar e fazer alguma minha atividade em casa. Na época, o meu irmão morava comigo. Então, eu tive... E sempre eu tive perseguição das pessoas, mesmo não tentando dar eh oportunidade <laughs> para elas me perseguirem, né? E essa pessoa, quer dizer, começando com ela, com essa dona da casa, ela queria desviar o meu irmão... O meu irmão trabalhava de cobrador e ele não... Ele ainda tinha dezenove anos e ela queria desviar u u pensamento do meu irmão. Então, uma vez eu tive um pouco de discussão com ela, dela se não puder ajudar ele, eu ajudar ele, conseguir caminhar ele no caminho bem, que ela não viesse colocar ele para, como é que se diz, para o caminho mal, né? Então, eu tive uma pequena discussão com essa pessoa. E ela achou ruim comigo por eu ter reclamado dela achar que tinha que colocar conselho sobre o meu irmão, que não, que não estava de acordo com o que deveria. E depois eu saí da casa dela, daí meu irmão saiu, foi embora nessa nesse nesse tempo, e eu continuei sozinha. Daí que eu fui morar, acho que em Pinheiros.

Começaram uma perseguição muito grande comigo.
Mas um pouco antes ainda eh... falar um pouquinho mais dessas, da mudança do trabalho, assim... Ah, sim, aí a senhora foi trabalhar com limpeza.
Foi com limpeza, é. E onde que a senhora trabalhava nessa época?

Foi o primeiro lá. Entrei no Hospital São Paulo...

Também fica. Sempre em hospitais?
Sempre em hospitais, eh. E como era o trabalho nesses lugares, assim?

Fazer limpeza geral, né, profunda, do teto ao chão. Eu gostava sempre de fazer esses tipo de de trabalho. Você gostava da desse lugar? gostava, do trabalho... Gostava. Trabalhava com maior com maior gosto e E... e daí começa a perseguição, porque as pessoas, quando veem você trabalhando eh, honestamente, alguém que trabalha de qualquer maneira começa a perseguir. Foi o que aconteceu comigo tanto tempo... E, daí, começaram a fazer coisas, calúnias comigo. Eu lembro tudo certinho porque acontecia isso.

Mas o que acontecia, assim, nesses lugares?
Foi o que eu te falei eh eh assim, tipo, eles, sabe quando se trabalha, tem muitas pessoas, eu quero dizer o seguinte, eu sei que muitas pessoas passam pelo que eu passei, né, de ver você tentar de fazer o trabalho correto, e alguém, acho que deve ser quase igual aos políticos, começa a querer fazer o eh que você faça de qualquer maneira e se você não tem condições, se você quer fazer as coisas do jeito que manda o figurino, né, do jeito que você assinou no contrato, eles começam a te perseguir. Foi o que aconteceu comigo. Começaram a me perseguir eh porque eu queria as coisas corretas, eu fazia as coisas corretas e não faltava. Depois que eu entrei na limpeza, eu perdi muitos trabalhos com isso daí, uhum, por causa do eh de eu gostar de trabalhar naquela função e tentar fazer o serv o trabalho corretamente. Você entendeu? Então, são as próprias colegas que começavam a me perseguir ao respeito disso. Nas confissões de, nas confecções de roupas, não. Lá eh, normalmente, eles me davam apoio nas coisas, mas quando eu entrei para para outra função, foi perseguição até o último instante do da do tempo que eu trabalhei. Então, foi isso, as as relações que eu tive entre as pessoas. Não foi aquelas relações boas, assim, de de as pessoas me ajudarem, me apoiarem, entendeu? Não sei. Eu, tem hora que eu fico pensando, será porque que que eles me perseguiam? Será que era porque eu tentava de fazer as coisas direito e eles faziam de qualquer maneira, não faltava, não levava atestado. E a maioria achava que eu tinha que fazer igual eles, entendeu? Então, foi meio ruim as minhas relações. Depois que eu passei, mudei de funç de de ramo de trabalho, eu nunca tive aquele sucesso como deveria de ter, uhum, e
E a senhora mudou de hospital? depois

E, com isso, Eu tentando me organizar lá. Foi na época que começou a perseguição comigo na minha casa, onde que eu morava.

Você conhece lá não?

Sei.

Aí eu comecei a construir a minha casinha, que era num barranco, e trabalhando, né, de meio período, das duas às dez da noite. E desse hospital mesmo, antes, voltando atrás do hospital mesmo, São Paulo, eu carregava latas eh de... que desocupava, assim, de margarinas, de óleo, para poder vender e comprar as colunas para construir a minha casinha, que eu estava com ela lá em Santo Amaro, porque isso mexe na minha cabeça até hoje e E aí... Comecei, porque eu estava em um barraquinho assim à beira de um barranco, E, quando chovia, a água entrava tudo. Eu tinha que colocar eh eh eh, como é que fala, tijolo para me pôr quando não tinha cama, <laughs> colocar uma tábua por cima para a água passar por baixo. E aí eu comecei a construir essa casinha, que meu irmão até veio de Minas, o outro meu irmão que já , já pai já de família. Me ajudou eu construir essa casa do lado de baixo, acabaram... Eu, com o maior sacrifício, construí nessa casa, né, carregando lata para comprar as colunas.

Eu construí na minha casa o maior sacrifício... que era aquele sonho que eu tinha de ter aquela casa naquele lugar... E aí começou a perseguição dos bandidos para tomar a minha casa e acabaram tomando. Tentaram me assassinar lá dentro de casa. Aí eu eu tive que pedir a conta lá do hospital. Como
Como começou essa esses problemas lá no lugar onde a senhora morava? é...
Está tudo claro na minha cabeça.

E ele começou a invocar comigo, que disse que disse eu estava construindo no terreno dele. Foi chamado à prefeitura, foi lá e viu que não era o terreno dele. Foi colocada a divisão direitinho. E dessa data para cá, eles eles colocou colocaram os bandidos para me perseguir na área. Eu sei que tem gente que passa por isso ainda. E aí foi a perseguição em cima de mim.

Chegaram a entrar na nossa casa?
Chegaram, aí Chega. É, porque eu estava construindo na... embaixo e o meu barraco em cima, então, na parte de baixo, que era, tinha um barranco. O barranco, você sabe como que é, né, uhum, um lugar acidental. E... E aí, eu tentando de tirar as saídas da chuva, né, e gastei muito nesse local. E aí, o que que acontece?

esse senhor, que colocaram ele para para os bandidos, para me perseguir na área. É ai Aí eles começaram a me perseguir, ameaçar de morte. E era uma família lá pertinho de mim, que eu sempre trazia eh coisas do hospital para eles, né, que sobrava comida, sobrava leite, sobrava tudo. Eles me davam, eu trazia para essa família.

Isso mexe na minha cabeça. E eles pegaram, tentaram de me ameaçar lá. Eu sem saber o porquê. Eu denunciava, fazia o bê o na delegacia, as ameaças que eles me faziam.

Como agora me acontece quase um tipo de problema, aí é onde que eu moro, uhum. Mas aí não é tipo de... É outro, um assunto semelhante a esse. Mas, nesse nessa ocasião, eles... eh eh, então, aí eles tentaram de me matar dentro de casa.

Como é que foi isso? Com eles me perseguiam. Eles tentaram... Então, eles tentaram de me assassinar dentro de casa, de madrugada. Chegaram, me chamaram na minha porta de É que eu estava trabalhando de noite, de tarde, né? Não era de noite. Aí chegaram e me chamaram em ca eh eu pe Eu chegava do trabalho, era onze horas da noite. E daí... Não, espera aí. Nessa data, eu já estava trabalhando hoje à noite. Não, eu trabalhava à tarde. Ai, eu estou meio confusa agora. Tudo bem, <laughs> <laughs> Eu só sei que eh foi isso daí. Eu chegava em casa às onze horas da noite, E daí, quando esse dia, quando eu fui dormir... Quando foi duas horas da manhã, eles me chamaram. Mas essa perseguição já estava já há um ano eles me perseguindo. Eu registrando os bê os e pedindo socorro lá e ninguém fez nada. Eles continuaram me perseguindo. Quando foi nessa nessa data que eu estou te falando, que eles falaram que ia me assassinar dentro de casa, tentaram mesmo. Deus me guardou. Aí, quando foi mais ou menos as duas horas da manhã, me chamaram na minha porta. Eu conheci o rapaz, que que estava me jurando mesmo de me matar. Ele falou que era outro nome, quando eu vi da brechinha da da do do do do barraco, ele descendo, ele desceu mais uma outra pessoa, que eu não sei quem era, um outro rapaz, e me chamou na porta. Quando ele me chamou, eu respondi, porque eu já vivia assustada lá, né. Eu falei assim, não, por favor, me retire da minha porta, porque eu trabalho e tenho que dormir. Aí eles começaram de tiro, mas foi tiro, e eu abaixei e jogaram tanto do tiro. E não acertou em mim, acertou no guarda-roupa, que tinha assim um lado, na geladeira do outro lado. E depois disso, como eu estou te falando, tentaram de me assassinar, como eu estou te falando, assim, nesse dia. E eles continuaram me perseguindo, a delegacia não fez nada, nada, nada. E eu... aí as pessoas falavam, cuidado, você chegar aqui de noite, de tarde, né, porque eles estão por aí, eles vão te matar. Os vizinhos. Os vizinhos. Uma vizinha que eu tinha lá e mais uma outra. Aí eu peguei e comecei a fazer o seguinte, eu chegava, eu saía do trabalho. Quanto das vezes que eu dormi na... Fiquei mais ou menos esse tempo todo, quase seis meses eu dormia para os terminais de ônibus e chegava em casa de manhã. De manhã cedinha eu sei que eles se isolavam, né? Eu chegava em casa de manhã cedinha, me trancava ali e cuidava das das minhas coisas, e quando fosse na hora de eu sair para o trabalho, sempre as crianças me acompanhavam, algumas crianças me acompanhavam, que eu ia. Mas não dormia em casa, preocupada de deles me matarem dentro de casa de noite. E com isso eu fiquei seis meses, quando foi em junho de dois e mil, de noventa. Aí eu saí, fui para Minas. A vizinha falou assim, eu tomo conta aqui para você, e você vai sair daqui um pouco. E eu vou falar que eu comprei, até calmar a situação, depois você dá um jeito de voltar. Aí eu fui para Minas de novo, para a Governador Valadares, com o sentido de ir embora para os Estados Unidos.
Daí, você foi morar novamente na casa da sua mãe?
Não, a minha mãe já não estava mais viva, do meu irmão, da minha irmã, entendeu? Fiquei lá, uhum. E, com isso, eles invadiram a minha casa. A vizinha tentaram, matou uma pessoa na porta da casa da minha vizinha, que ficou tomando conta para mim. E, aí, ela ela saiu da casa dela, trocou com outra pessoa e abandonou lá. Abandonou e eles invadiram a minha casa, com tudo dentro. Vou tentar de mexer com isso ainda, porque ninguém até o momento não fez nada. Ai, mexe muito na minha cabeça. Fui embora para Minas, como estou te falando. Fiquei lá mais ou menos eh quase um ano. De lá eu fui para o Foz de Iguaçu, ficar com a minha outra irmã que estava lá.

Mas, em Minas, quando a senhora voltou para lá, a senhora falou que teve a intenção de sair do Brasil também?
Foi, eu tentei eu tentei. Foi. Como o meu irmão está nos Estados Unidos, eu tentei pedir a ele para me ajudar a ir embora para os Estados Unidos, né. E aí o meu irmão tentou fazer documentação falsificada para mim, quase que a gente foi preso. E mesmo assim não conseguiu, mas foi a cabeça dele fazer. Ele falou assim, não, porque você vai chegar lá nos Estados Unidos, você pode me trazer problemas. E porque ele tinha que ser responsável. Mesmo eu fui jurando com ele que eu não ia trazer problemas para ele, ele não acreditou em mim. E foi tentar falsificar o documento. Fui parar lá no Rio Grande do Sul. Santa Catarina... É Rio de Grande do Sul?

Como é que chama um outro estado que tenha... É Rio Grande do Sul? Não. Santa Catarina?

Como é que chama? Que tem dois nomes iguais. É... Mato Grosso ou Mato Grosso? não...

Rio Grande, Santa Cata Esqueci o nome do local onde eles classificavam o documento, uhum. Fui parar nesse local, nesse nesse estado, e tentaram lá fazer a documentação, que tudo é era o meu irmão que me conduzia para os lugares, né Eu sem querer fazer aquilo, e acabando, fiz. E depois descobri no Rio de Janeiro, de um moncado que eles prenderam, quase que me prenderam também, mas conseguiram ah tirar fora o passaporte falsificado. Aí acabou de de arrasar tudo, aí não consegui ir, não vou tentar mais. E de lá, eu tentei fazer, que a minha outra irmã falou assim, vamos tentar fazer um outro jeito, né, de arrumar agências aí para fazer, assim, renda, não sei o quê, porque a gente tinha que declarar, né, rendas e tal, para fazer o passaporte com declaração de rendas. Também foi negado, aí me abusei lá no Foz do Iguaçu. Vim para cá de novo. Inclusive, aonde que eu estou morando aí, eles não sabem porque. Falei assim, deixa eu ajeitar a minha vida para mim poder se ficar para eles aonde que eu Eles sabem que eu estou em São Paulo, mas não sabem que eu estou na Zona Leste. Aí voltei para cá, cheguei aí, fui morando numa pensão. E dessa pensão, lá no centro da do em Santana. Nessa pensão, eu pensei, eu vou ter que voltar para trabalhar em firmas de novo. Aí consegui alugar a a a casa) Onde que eu aluguei? Não, eu fui ficar numa casa de família lá em Guarulhos. com um casal de engenheiros.

Eu fiquei em Santana numa pensão. E, dessa pensão, eu entrei numa firmazinha que tinha dentro da eh eh do da aeronáutica em Santana, é isso? Tem uma aeronáutica em Santana?
Ali no Campo de Martes?
É, no Campo de Martes, ali. Fiquei, acho que uns dois meses só, daí eu saí e fui ficar na casa dessa pessoa lá em Guarulhos. Fiquei cinco meses e, de lá, o que que eu fiz? Eu comprei esse lugarzinho onde eu estou. Foi isso que aconteceu. E fui trabalhar dentro do metrô, na limpeza, com

É, agora onde que eu estou Entendi. Que já tá completando dez anos.
E como a senhora foi trabalhar no metrô? como como

Outra que acabou comigo.

Fiquei os três anos e sete meses trabalhando eh dentro do da estação do metrô. Várias estações que transferiam a gente para tudo quanto é Estação, eu trabalhei em várias estações, mesmo trabalho, mesmo serviço, mas várias estações.
E como que era o trabalho no metrô? Como que funcionava?

Lá tem vários períodos, né? eh... eu... Eu gostava muito de trabalhar na limpeza. E é isso daí que entrou todas as tristezas da minha vida, porque todo o tempo das coisas que eu gostei, não tive resultado.

As estações dos trens ferroviário e fazia o metrô. Aí eu pedia transferência para dentro do metrô porque tinha uma vantagem a mais. Eu entrava mais... Eu saía mais cedo, entrava no mesmo horário, mas saía mais cedo, eram uns vinte minutos mais cedo, e lá a gente tinha uma vantagem a mais de benefício, que tinha tíi kê tis de refeição Na estação de trem não tinha. E fiquei, como eu te falei, durante os três anos e sete meses nesse nessa... eh dentro na estação do trem eu fiquei acho que uns cinco meses. E o resto do tempo eu fiquei no no metrô.
E vocês ficavam o dia inteiro embaixo do do no metrô mesmo, embaixo da terra? Sem ver a luz do dia, assim?
Não, é porque eu lá limpava as estações.
Ah, tá. A parte
Então, eu comecei a fazer assim sobre lavagem, nas na na lavação, né, de máquinas, nas borrachas, uhum, assim na

Lá a gente fazia lavação de nos pisos. Também com máquina. Aí, depois, eles me transferiram para a estação que tinha borracha. Você entendeu? Porque como o Tatuapé é só borrachas, uhum. Então, a gente fazia a lavação... O piso de borracha. De borracha, isso. À noite trabalhava à noite, à noite toda. Eu escolhia à noite. E fazia... Sabe quando você fazia aquele trabalho com gosto, com tudo? E mesmo sendo perseguida por alguém, os metroviários, tem um moncado deles que são superlegais, mas outros moncados, é problema grave, porque trouxeram lá para muitas pessoas. Foi no fim, trouxeram para mim também i E aí, assim, é muito exigente que eles são, mas mesmo assim, a gente está cumprindo aquela meta, aquela ordem eh dos contratos que a gente fez, a gente estava cumprindo tudo bonitinho. para resumir o assunto. Várias estações aqui É transferido para vários lugares das estações, porque onde que mandava a gente tinha que ir. ia. No fim, eu pedia transferência para a lavação dos trens mesmo, que ficava lá no... Fica, ainda parece que suspenderam isso, eh... Lá no pi ti de Itaquera, que fica a lavação dos trens. Então, eu saí de lá, eh Então, lá a gente lavava os trens, os metrôs, né? A noite toda. Tinha que fazer lavação do metrô, de todos os os carros. A gente fala o vagão, mas ela fala os carros, né? Do metrô. E, com isso, um funcionário do metrô lá se... O cara que eu sempre brincava com ele, sempre brincava com a gente, jogou uma calúnia em cima de mim. Quando eu pensei que eles estivessem me me promovendo de um cargo, me jogaram foi fora da estação.
E a senhora saiu do do do metrô?
Foi, me mandaram embora com uma calúnia tão forte que está aí ainda no no ãh na justiça comum aí, que não resolveram o meu caso de jeito nenhum. Então, essas duas coisas mexem na minha cabeça. O de Santo Amaro, mais essa calúnia que os metroviários me fizeram. Mas,
Mas qual foi o motivo dessa saída?
Então, eles me me caluniaram.

Ele tomou como como como ignorou, entendeu? E falou que disse que isso para mim responder ele daquela maneira que eu podia está dro drogada Por duas vezes ele me falou isso. Eu também também como ele tivesse falado comigo com brincadeira, mas não foi. E daí começaram a ficar um pouco indiferente comigo... E essa indiferença durou umas duas semanas. E com duas semanas fizeram um relatório.

Adiantou eu lutar com isso daí? Não adiantou. Está até hoje mexendo isso na minha cabeça. Aí, quando eu fui descobrir o porquê que me mandaram embora, eles fizeram um relatório de uma acusação, coisa que eu nunca fiz. Quando eu lembrava disso há pouco tempo, me dava um pânico de choro deles terem falado que tudo que me mandaram eu fazer, que eu, que eu, como é que se diz, Renegava, ou sei lá o que falou lá, que diz que eu não fazia, que eu contestava em tudo e que eu estava sempre junto dos metroviários buscando eh eh algo que não deveria, de reclamar da empresa. Eu não fazia isso. e que eu reclamava da empresa, e que eu trabalhava com mal vontade, e que ãh que eles podiam querer alegar que eu faltasse, mas eu não tive nenhuma falta Três anos e sete meses eu não tive nenhuma falta. Eu nunca levei um atestado para eles, nunca levei uma advertência, e com isso era para a empresa, alguém, sei lá, da justiça ter apurado isso para mim, que isso mexe na minha cabeça, que tinha que fazer uma apuração, e não fizeram. Jogaram, foi somente as calúnias que eles fizeram e ficaram por isso mesmo. Você entendeu? E não procuraram o ... E em busca da minha conduta dentro da empresa. Eu tenho a minha consciência limpa que eu, completamente, eu não não dei um motivo para ele, não levava atestado, não faltava, nunca assinei uma advertência, porque a maioria de pessoas assinava advertência direto por chegar atrasado, por faltar, por levar, às vezes, atestado falso. Nunca fiz isso. E eles jogaram essas acusações que eu eh eh, como é que se diz, que eu.... que eu recusava de tudo que me mandava fazer, uhum.

Então, assim, eu fiz. E, mesmo assim, me jogava calú, me jogaram calúnia que disse que eu Diz que eu não fazia as coisas que que deveria. E com isso ah os dando os morais que me acusaram, fizeram no...um processo muito bem feito. Está entre a justiça com com o advogado, que eu tive processar o advogado, que foi da procuradoria. Fizeram um um processo muito bem feito, mas não deu a minha causa.
Uhum, você entendeu? E quando foi que isso tudo aconteceu?

Quando eu comecei a descobrir tudo, foi em dois mil e três, uhum. Aí já logo eu coloquei o advogado. O advogado não ajudou a resolver o problema. Um advogado particular, que ele... só entrou trabalhista, mas não quis entrar o dano morais. Podia ter entrado com os dois juntos, né? E... o neotrabalista que foi na no fórum da Barra Funda também não deram minha causas direito. Eu tirei tirei esse advogado, coloquei o outro, também não resolveu, porque quando uma apronta uma barbaridade, o outro não vai resolver. Aí entrei com danos morais aqui na Procuradoria, né, Geral do Estado, que agora é a Defensoria Pública, mas está lá defendendo não sei o quê. porque as pessoas continuam passando os problemas que eu. E aí, o que aconteceu? eh... Na época que estava entrando a defensoria pública, entrou , estava o meu processo lá, ainda que eu tentando resolver para mim, e ninguém resolver, que diz que tinha arquivado. Como arquivar o processo, sendo que que a advogada não deu, como é que fala, Não entrou com recurso, né?

Que foi uma encarregada, uma funcionária que estava junto de mim, e mais a supervisora.

E mais os três que... dois que me acusou, com mais o outro, do metrô.

E aí o que que fez? Ao invés das testemunhas que me mandaram eu colocar na justiça, me ajudar a defender, a jogar foi mais calúnia lá em cima de mim perante a justiça. Aí o juiz também acha que não tinha luz. Pegou e disse que arquivaram ar ar arquivaram o meu processo, uhum. Mas eu ainda estou em busca disso, que agora eu vou lutar dentro da cê bê ene para resolver isso. Então, isso mexe na minha cabeça de das coisas, entendeu? Como pode acontecerem assim na vida das pessoas, né?

Continuo lá no mesmo local.
E a senhora trabalha, começou a trabalhar com alguma outra coisa?
Agora eu faço sabão caseiro i , estou tentando sobreviver com isso, <laughs> uhum, vender. E comercializando isso daí. Depois eu tava trabalhando na feira, mas começou a ter problema na minha perna. Assim, trabalhava com lanches, né? Uhum. Inclusive, eu tenho registrado algumas coisas como outono. E depois começou a me dar problema na minha perna de andar muito. Então, eu parei com isso daí. E estou fazendo isso, a parte que eu estou te falando, de fazer sabão, né? Uhum. E atendendo os freguês, um pouco os freguês que eu tenho.
E a senhora vende em casa mesmo? Como é que é?
É, eu vendo em casa, eu levo nas feiras também, que às vezes tem as freguesas na feira, né? Né, uhum. Que na época eu vendia lanches e vendia o sabão também. Aí, as... os lanches eu parei, mas o sabão eu continuo com algumas freguesas que ainda tem. Então, eu estou sobrevivendo com isso. Inclusive, os os funcionários do metrô sujaram a minha conduta de uma forma tal, Isso eu vou agora, eu estou tentando organizar junto da cê bê ene com um negócio de e-mail, como eu estou te falando. Aquele e-mail eu fiz para mim poder ficar passando para para eles. Já comecei a jogar alguma parte da do acontecimento meu lá. E depois que eu vou jogar essa parte do metrô, entendeu? Ele sugeriu a minha conduta de uma forma que depois que eu saí do metrô, não consegui mais emprego em lugar nenhum. E cadê que a justiça ajuda a resolver isso? Cadê que eu acho um advogado que ajuda a resolver isso? logo em seguida que eu saí, que foi em dois mil e três, mandei currículo para vários hospitais, né, porque eu já tinha prática de trabalho à noite ãh... Na Santa Marcelina, que fica lá perto da gente, eu fui várias vezes tentando a vaga. Não me fala o porquê, mas também minha vaga não me deu. E fiquei até dois mil e quatro tentando o currículo para o lugar. Agora eu nem procuro mais, porque agora já... Com mais idade, aí piorou. Mais tempo de parada de trabalho, aí que eu não consigo mesmo, uhum. E agora que eu vou jogando as coisas na cê bê ene para ajudar.
E eu resolvi isso daí, você entendeu? Agora que a senhora falou, a senhora tinha comentado um pouco sobre... a senhora está aprendendo a mexer mexer com internet, como é que começou isso?
Então, aí agora surgiu na minha cabeça que eu tenho que ãh aprender computação. Ainda bem que tem um telecentro lá perto de mim que está aguentando as pontas comigo, <laughs> Já fiz o primeiro, o segundo, primeiro, segundo, terceiro curso, eu vou entrar <laughs> para o quarto Agora ou vocês ou me expulsam daqui ou eu <laughs> saio aprendendo alguma coisa. E com isso eu marco com eles toda tarde, né, agendo lá e vou tentando de passar os e-mails. Já passei vários lá para a cê bê ene só que eu não sei se já me jogaram mensagem que eu não sei achar. Entendeu? Uhum. Sobre o problema que está me acontecendo lá no meu local, lá na área, que eu nem posso ficar falando os problemas lá porque vai me acontecer O problema, como me aconteceu em Santo Amaro, isso não pode mais me acontecer, uhum.
a senhora não quer falar sobre esse assunto?
Então, são os marginais lá na área. Então, não posso jogar isso <laughs> dentro de uma imprensa, porque se eles saberem o o negócio aí, não posso deixar isso saindo lá, não, uhum, tudo bem. E nem

lá com eles, porque teve policial que já passou denúncias para mim, para eles, e eles já me ameaçaram mesmo lá dentro da minha casa. E agora eu estou tentando apurar isso nos órgãos públicos de criminal, né? Mas, mesmo assim, eu estou correndo risco, correndo risco, uhum. Então, eu estou tentando passar os e-mails a respeito disso lá para cê bê ene, para ele ajudar a resolver.
E a senhora vai todos os dias, assim, tem uma turma?
Tem, como é que funciona? eles fazem as inscrições para gente todo mês, né? Uhum. E... então tem, assim, o horário, porque no encontro suspenderam o horário dos três horários, mas só tem o horário da noite, ãh... É das duas, é, que das duas. Das seis às oito da noite, uhum, das dezoito às vinte, né? E eu falo, estou fazendo esse curso.
para trocar mais uma vez. Então, senhora, só continuando, a gente a gente estava falando do do telecentro onde a senhora faz os cursos, uhum, funcionava.
Então, eh eh vem na cabeça, se eu tenho que fazer qualquer coisa a respeito de da internet, porque eu não quero ficar dependendo das pessoas e nem dá para ficar pagando. Falei assim, deixa, eu vou ter que entrar então nos cursos, vou procurar e vou ter que entrar no curso, vou pagar ou não vou. Aí consegui esse telecentro, eu já sabia que tinha esse telecentro, mas não sabia que não pagava. lá perto de casa, então agora eles estão me aguentando lá de tentado a aprende, né, a mexer com compu Então, eles têm as várias turmas, como eu estou te falando, de terceira idade, eh de jovem, até de crianças também, né, com autorização dos pais.

Então, eu comecei a fazer o curso, né, como eu te falei o prime Isso foi no ano passado, em outubro, eu cadastrei lá com a professora e fiz o primeiro curso. O primeiro curso que a gente faz é só E aí, essas vinte horas, que são duas horas eh eh todos os dias da semana, né, das seis às oito, e vai de segunda à sexta, então são as dez, e mais outra semana, dez são vinte, uhum.

Eu não aprendi nada, nem ligar o computador, porque é muita coisa que a professora explicava, então que ele fazia aquela confusão na minha cabeça. Quando eu ia para ligar o computador, às vezes eu ligava, mas não sabia se aonde que eu tinha que fazer, em texto, ou internet, ou sei lá mais o que, jogo, não sabia. Não sabia manusear o mouse para colocar naquilo que eu queria, e muito menos depois para achar aquilo que eu tinha que fazer. Aí foi essas primeiras duas semanas, depois eu cadastrei de novo, me inscrevi de novo, fiz mais outra vez com ela. Agora que eu estou conseguindo tentar de achar <laughs> como eu tenho que entrar na internet, entendeu? Agora a gente está na na na metade de, como é que chama? Tabela, né? De contas. E agora entrou um professor que ele é mais paciente, não joga muita coisa de uma vez, então está dando para mim, ir pegando alguma coisa. Inclusive nós vamos fazer a tabela de contas, né, da matemática. Aí está começando a capturar alguma coisa na minha cabeça, mas aí eu vou todas as tardes, eu pego uma hora antes, hoje mesmo eu vou de novo. Uma hora antes de começar o curso, para mim poder fazer essa digitação para treinar. Mas mesmo assim eu estou péssima, mas estou esforçando, eu preciso. Agora a cê bê ene vai ter que me aguentar, <laughs> os comentaristas da cê bê ene, de e-mails que eu vou passando para lá. Dos problemas, porque eles... são de conseguir resolver, de debater com as coisas, uhum, que vão me ajudar, porque a única solução é eles. Porque eu não sei mais aonde eh buscar a solução sobre os problemas que está acontecendo, que aconteceu comigo e que estão acontecendo com as pessoas junto a mim. de não atenderem, entendeu? Uhum. Então, agora eu tentando fazer a internet, né, pelo menos tentar entender o e-mail, eu vou... começar a buscar e a cê bê ene que tem que me aguentar. Agora é o <laughs> telecentro e a cê bê ene que vão aguentar as pontas comigo.

Fazendo umas perguntas, né, de como é hoje, assim, quais são as coisas mais importantes para senhora hoje na sua vida? ãh...
Mais importante hoje? Eh... Tipo assim, que você quer saber, assim, tipo, é algum objetivo?
É, se você tem um sonho, enfim, quais são os seus sonhos hoje, seus objetivos, ah, tá, coisas importantes na vida da senhora hoje?
Eu tenho o sonho, sim, ãh... de movimentar um negócio, que eu já tenho ele, né, e viajar, né, para outros países que eu tenho. Inclusive, a minha, o meu meu debate, estou lutando com isso, porque eu me cadastrei em uma empresa que ela... E eu e eu entrei na minha cabeça? Não, ela é uma empresa que eu nunca vi em mundo nenhum, tá? A organização que ela tem. Só que o tempo que eu me cadastrei a ela, que eu nem vou falar, que todas as pessoas que se cadastram nessa empresa já logo já encontram seus objetivos rapidinho, rapidinho eles têm o seu sucesso. Eu como ãh, na época que eu me cadastrei, já logo entrou esse problema lá onde eu estou, que que mexe muito com a minha cabeça, está me atrapalhando eu movimentar esse negócio que eu tenho. É um negócio que todo mundo pode conhecer e todo mundo pode entender o que é a organização dessa empresa e também o objetivo o objetivo que ela tem também para as pessoas, entendeu? O fundamento dela para as pessoas, o projeto que ela tem, entendeu? E... então, eu tenho esse objetivo comigo, de lutar com essa empresa que foi a única que eu consegui encontrar de honestidade é ela, entendeu? E que fornece realmente a pessoas. Ingressou essa empresa e começou a dedicar , isso aí é eh eh em todo mundo, eh em geral, começou a dedicar o que ela, o projeto que ela tem para para todo mundo, no mundo inteiro, Ele tem ãh condições realmente de alcançar os seus objetivos além do que. Então, eu estou lutando com isso daí. Então, eu tenho esse objetivo de eu conseguir, assim, ãh eh ãh um grande... O meu sucesso vai começar com com, assim, uma grande rede que eu tenho dentro dessa empresa. Você está entendendo? Eu tenho que formar uma grande rede. Como é que é? né Não é rede que fala primeiro, não. Fala sobre como eh eh... como que começa, <laughs> para formar uma rede, <laughs> como que começa a a o... equipe, ah, tá. Então, eu tenho que formar uma equipe nessa empresa, entendeu? e... E, dessa formação de equipe, se se chega em uma rede. E aí, com isso, quando as pessoas conseguem ter, assim, ãh já formar uma rede nessa empresa, ela ela consegue realizar todos os objetivos, uhum, que ela consegue sonhar, que tem o sonho, às vezes, de muitos anos. Então, é isso daí que o meu objetivo é esse, de assim que eu conseguir eliminar esse problema e que eu estou com ele lá nesse local, eu trabalhar junto a essa empresa para ter que ajudar muitas pessoas, entendeu? Ajudar as pessoas. E a gente está se ajudando e ajudando as pessoas também para gente crescer adiante... de todos, <laughs> né? De todo mundo e E é realizar os objetivos, porque ela fornece várias viagens para todos os países, dentro do país da gente mesmo, para outros países, tudo assim ãh ajudando um ajudando o outro. Ela fornece as viagens para a gente ajudar os demais em outros em outros países e no mesmo estado da gente, ah... Então, o meu objetivo agora é esse, é terminar de resolver o problema meu lá nesse local para me conseguir... eh... eh... mais a sociedade junto dessa empresa para me realizar os meus objetivos.
Você tem alguma pergunta? não?não? A senhora quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei?
Ixi, agora não estou nem lembrando <laughs> de mais nada.
Parece que eu falei tanto <laughs> i-i E a última pergunta, como foi contar a sua história? O que a senhora achou dessa experiência?
Então, é ótimo vocês fazerem isso para as demais pessoas, né? que Como eu eu quero dizer a você que ãh eu sei que os problemas que eu estou te passando aqui, Tem milhões de gente que, às vezes, querem desabafar com alguém. Tipo assim, um desabafo. para conseguir movimentar alguma coisa que está na sua mente. E é o que eu desejo assim fazer a divulgação para as pessoas, né As pessoas que, às vezes, precisam da gente ir em busca delas para ajudar, entendeu? Desabafar alguma coisa que, às vezes, fica preso dentro de si. E... então, é isso que eu te falei de que o problema que eu estou falando aqui do que eu passei, que a minha história foi um pouco ruim, como eu falei, eu sei que tem milhões de pessoas na minha frente e atrás de mim que estão passando pelas mesmas condições, uhum. E se nós eh, como se diz, é tentar de ir ajudando, em busca dessas pessoas, para ajudar a realizar o objetivo, então esse é o... Um deles que eu desejo, né, que é o vocês ajudem a cada um eh, a orientar a cada um, ou que seja, ouvir a cada um, né, de alguma coisa que querem fazer e, às vezes, tem algum obstáculo na frente, né, e a gente em busca de solução para tentar resolver quem sabe que todas as coisas têm têm solução, né. E tem muitos que, às vezes, ficam ãh... morrendo torturadamente porque... não encontra alguém que dá uma mão, ou que seja, que conversa, entendeu? E vamos em busca de solução. Então, esse é o meu objetivo. Foi o que você não não <laughs> perguntou.
Muito obrigada, brigada. Foi ótimo <laughs>
Tá, e alguma coisa que foi a